Então. Vou pedir para a senhora uhum, dizer o nome da senhora, o local de nascimento e a data de nascimento.
Eu nasci no município de Santo Sé, no lugar chamado Ilha do Tamanduá. E Eu nasci dia dezoito de setembro de mil novecentos e
e quarenta e três. E qual que é o nome inteiro?

E e o nome do pai da senhora? Qual que é

E a mãe?

Qual era o trabalho deles?
Trabalhava de lavrador. E trabalhava de lavador
Era na beira do rio? É
Era. A gente morava na margem do rio São Francisco. Não era bom demais. <laughs> Aí a gente veio para cá através da barragem. Na mudança da barragem. Aí eles botaram a gente para cá. A gente saiu. Sentiu muito porque... A análise que não é fácil, a gente nascer na margem do rio e parar no centro de, que aqui a gente olha para um lado e olha para outro e não vê rio. Não se vê rio aqui. Aí é muito difícil para gente se acostumar. Eu mesmo estou com trinta e um anos que moro aqui e não posso me acostumar morando aqui. Fiquei longe de minha família, meus meus parens tudo longe. Ficou muito difícil, dificilmente. Acho bastante ruim. Saída a mais do Rio. Para comparar aqui.
Conta para gente um pouco como é que era na infância da senhora. O que que a senhora fazia?
Eu trabalhava também em roça. Trabalhava na roça. Quando eu ia para escola, eu comecei a estudar garota, né? Aí eu ia ajudar na roça. Ajudar meus pais na roça. Tem uns trabalhos também de casa, mas a gente sempre ajudava na roça. Depois que eu me casei também, fiquei sempre trabalhando em roça. Me aposentei como lavradora. Minha aposentadoria é como lavradora, tá? E como é
Qual que era o trabalho de roça no no São Francisco?
A gente plantava feijão, mandioca, plantava batata. As coisas mesmo para a gente, o man o mantimento, né? Não é aqui que tudo é comprado. <laughs> E lá a gente fazia era plantar. Tinha roça na beira do rio. Quando o rio enchia, aí a gente tinha que ir acolher as planta. Quando o rio voltava, a gente tornava, plantava de novo.

O meio da gente viver lá lá era assim, desse jeito.
Era na roça.
E pescava também? Pescava também. E lá tinha os peixes escolhido. Não era aqui que a gente pega esses peixinhos desse tamaninho. Lá só pegava peixe grande. E aqui não tem mais peixe grande. Acabou o surubim, pirar. Esses peixes assim aqui não tem mais. Só tem esses peixinhos pequenos. Melhor, acabou. Eu acho que os outros ficaram em um lugar mais fundo, no Rio São Francisco. Não vieram para aqui, não. Foi tudo para represa.
E a cidade, como é que era?
A cidade, que é a cidade mais perto que a gente mora, a gente era do município Centro Serra, mas a cidade mais próxima era Casa Nova. A gente vendia, comprava em Casa Nova. Mas era bom também, assim, as cidades eram boas, muito boas as cidades de Casa Nova. A gente ia às festas da da igreja, a gente ia para Casa Nova. Tem as festas de São José, que a gente ia para Casa Nova. O Centro-Sé ficava mais distante. E agora o Centro-Sé já ficou mais distante do Casa Nova. Mas era bom demais. A vida da gente lá era melhor do que aqui.
E como que foi o dia que contaram para a senhora que ia ter que sair?
Ah, o dia que eu saí de lá da minha casa, para mim, mudança para cá, eu pensei que eu ia morrer. Quando eu despedi da família, que eu fui das primeira que saí, foi para mim, foi horrive. Foi horrive. Ainda bem que meus pais vieram comigo para aqui. Ficou os outros parentes, tio, primo, cunhado, essas pessoas assim ficaram para trás, né? Mas foi horríve, foi horríve. Eu pensei que eu não ia resistir <laughs> no dia da minha mudança para aqui. Lembra? Demorou muito para mim me acostumar aqui, como eu ainda não me acostumei aqui. Ainda não pude me acostumar.
Mas como que ele, passaram a notícia, assim, para a senhora, para a comunidade?
Quem que falou? A a Chece sempre se ia uma pessoa lá, (avisava) a gen, vocês têm que sair daqui, aí queria levar a gente para as agrovilha. Amostrava na na na tela as coisa, como eram as coisas lá na agrovilha, mas tudo mentira. Porque eles mostrava cada espiga de milho os que foram para lá, <laughs> não alcançaram. Aí só mesmo para iludir mesmo as pessoas. Porque muita gente foi para Grauvilha e voltou. Outros ainda têm lá. Bem, conheço muita gente de lá. Mas muitos voltou. Muitos voltou para cá. Para a casa nova. Outros voltaram para Centro-Sé. Outros ficaram no meio distrato, ficaram em Botirama. Eu tenho uma irmã mesmo que mora em Botirama. trinta ano eu ver a minha irmã. Depois que eu fui encontrar com ela lá. Em Botirama.
E dona Zé, as pessoas não queriam né sair da... Queria não, a gente tinha o maior amor à terra da gente.
Para a gente sair assim da terra da gente, só quando a gente morre, né? <laughs> Tem que ir, né? Mas a gente foi, como assim, uma coisa expulsa da Xerce. Foi como se fosse uma coisa, assim, expulsada. Porque a desindernização deles foi uma negação. Foi um uma migalha mesmo, que a A indernização que a gente recebeu lá não deu para construir aqui essa casa. Então foi uma negação. E é porque o Bispo de Juazeiro lutou muito pela gente, pelas indenização da gente. Ele lutou muito. Dom José Rodrigo lutou muito pela indenização da gente. Senão tinha sido pior. Tinha sido pior.
E as pessoas escolheram, assim, para onde elas iam?
É, cada um escolheu. Porque meu marido escolheu para vim para aqui. Que eu não queria, mas ele escolheu para vim para aqui. E outros foram para lá, para Agrovilha. Levado pela Xés. Lá onde a gente morava, só a gente vê o rio e a navegação passar. Beleza. A gente vê os vapor passar, tem parentes da gente que viajava a bordo. Era uma beleza, viu?
Uma beleza. A senhora fazia viagem no no no vapor?

Eu fui a Pirapora em sessenta e quatro. Eu fui de vapor, fui no São Francisco. A Pirapora. Passei, era na época da seca, eu passei quatorze dias no São Francisco. De Casa Nova a Pirapora. Já quando eu voltei, já o rio estava cheio, eu vim em sete dias. O rio estava cheio. <laughs> Diferença é grande, né? Eu vim em sete dias.
Porque na seca o vapor para?
É que na seca fica mais ruim a os os caminhos para o vapor andar, né? Que fica seco. Fica rasa e tem que procurar aqueles trechos mais fundos para navegação andar. E aí com isso acabou a navegação. Isso é viagem a rebocador. Nave navegação a vapor, tudo acabou. Está tudo encostado, que nem o O sal está ali em em juazeiro, né? No seco.
O que que a senhora mais se lembra dessas viagens?
O que eu me lembro mais dessas viagens?
É, como é que era a viagem, o que acontecia. A era
é bom demais. Era bom demais. Gostoso, hein, viajar.
É bom demais. Mas dentro do vapor, o que que comia, o que que fazia?
A gente ficava assim, na primeira do vapor, como andando como se estivesse aqui. Na primeira do vapor. Aí a comida era a de sempre, sabe? Almoçava no vapor, tinha as cozinheiras para fazer o almoço e tudo. Tinha dormida. A gente dormia no vapor em um quarto como se estivesse em casa. Vapor vapor São Francisco, Benjamin, Barão, Frotegipe, era bom demais viajar a vapor. <laughs> A mesma coisa de a gente estar em casa. Só não era porque estava dentro no rio no rio, né, o vapor estava no rio. E em casa a gente está no seco, né? Mas é beleza viajar a bordo. Sinto saudade ainda daquele tempo. <laughs> Como eu sinto saudade. É melhor do que a gente viajar de de carro, né? Que é muito E não vai por que a gente está andando, né? Está andando como se estivesse em casa. E em um carro a gente está ali sentada. Dizia ano passado, meu, eu fui para para as festas do Bom Jesus da Lapa, fui de ônibus. É muito agitado, assim, a gente ficar sentado.
E como que era a paisagem, assim, do São Francisco?
Ah, legal demais. O que que a senhora via? Só a cidade que a gente passa na margem do Rio, beleza, viu? A cidade de Januário é bonita demais, a cidade de Januário. Achei legal a cidade de Januário. A margem do rio. E outras, e outras. esses lugares assim, lindos demais. A gente passeia.
A senhora descia nos portos apra
quando o vapor chegava na cidade, a gente ia passear na cidade. A gente ia passear na cidade. Enquanto o vapor dali, eles esperavam, né? Tinha a hora marcada de saber, de sair. Dava muito tempo para a gente passear na cidade. Dá uma volta e voltava para o vapor de novo. É legal. E o apito do vapor? Dá muita recordação, viu? <laughs> Só que quando a gente viu o vapor buzinar, a gente já sabia que ele ia encostar, ia lenhar, que tinha uns lenheiros para eles lenharem. E ali a gente já ia correr para o vapor, que vinha um parente. Aí a gente ia para o vapor, ver É bom demais morar na margem do rio para ver a navegação passar.
O que as pessoas sentem quando elas escutam o apito? É
O que que as pessoas sentem? Aí a gente sente tanta recordação, né? <laughs> Tantas recordação que a gente sente. Hoje a gente não vê mais o o apito do vapor. Não se vê mais. E daqui é que eu não vejo mesmo. <laughs> Nem as barcas de motor eu não vejo. Só quando eu vou em Juazeiro que eu vejo elas encostadas.
E Centro-Sé foi toda alagada?
Foi, a cidade de Centro-Sé, a cidade velha foi... Está debaixo d'água. Hoje tem a cidade nova. E também é bonita a cidade de Centro-Sé. Bonita. Eu tenho um irmão que mora lá em Centro-Sé. Bonito Centro-Sé. Cidade nova. Está mais bonita do que a cidade velha. <laughs> Está mais organizada. É que nem Casa Nova hoje você A cidade de Casa Nova hoje está mais organizada. Mais para frente. <laughs>
Mas está na beira do lago ou não, Centro-Sé?
Centro-Sé está na beira do lago. Casa Nova ficou mais, está perto do Rio, mas ficou assim, mais um pouco afastada. Agora Centro-Sé não. Centro-Sé está na beira do lago. A gente vai para Centro-Sé, vai logo para o Rio. Vamos para o Rio. <laughs> Vamos ver o Rio. É que nem a cidade de Remanso. A gente chega em Remanso, vamos para o Rio. Vamo É vamos na praia do de Remanso. A Casa Nova ficou mais longe. Mas também não é tão Mas antes era mais perto. Antigamente era mais perto.
E a as casas, as construções são parecidas com a cidade velha ou são diferentes?
São diferentes. Casa nova hoje é, as as casas são diferentes. São diferentes. Tem muita casa que é diferente.
Como que era a sua casa de infância? Minha casa na infância
Minha casa na infância era de taipa. Era casa de Era maior do que essa. Assim, o modelo podia ser a mesma coisa dessa, agora só a diferença é que era a casa de taipa e essa é de alvenaria. Mas eu gostava. <laughs> Mesmo assim, eu gostava.
Tinha muita brincadeira no rio? Como é como é que era?
A gente ia banhar, nadar. Hoje eu não sei mais nadar. Tenho até medo de para o rio. Pode me dar o maior valor do dinheiro para eu ir atravessar o rio que eu não vou, que eu tenho medo. <laughs> Só atravessa quando eu passo de de ônibus em Juazeiro para Petrolina. Mas de barco eu não vou, tenho medo. Fiquei muito nervosa com o Rio. <laughs> Parece que é mais fundo o Rio do que lá onde a gente morava. Tudo o costume, quem nasceu se criou, né? Na beira do Rio a gente já conhecia aquele local que a gente morava, né? Era muito diferente de hoje. Hoje a gente já chegando no Rio já acha uma coisa estranha, porque a gente não conhece aquele local que... que está aquele porto. Da onde a gente morava não, a gente já conhecia, a gente banhava bastante. Hoje a gente para banhar tem que ter um banheiro, senão vai tomar banho de litro. <laughs> Não era que no Rio São Francisco a gente caía dentro da água, ia tomar banho, ia nadar. né. Ia fazer exercício, né, nadando. Hoje é diferente. Tem grande diferença hoje do Rio, para Do antigamente para hoje, é muito diferente.
Tinha, tinha muita história, assim, de rio. Lendas, essas coisas assim. Ela contava, ah, tinha um caso ali, tem uma pessoa que sai do rio. Aquelas aquelas histórias de infância. Tinha muita coisa assim.
Mas ela contava muita história, mas eu não não estou muito, assim, consciente, assim, dessa história. Me esquece muito daquele tempo de antigamente. O nego d'água. Agora tinha o nego d'água, tinha a lontra. A lontra a gente estava sem casa, quando via ela vim, descendo. Aí quando a gente saía para olhar, ela ela mergulhava. Aí ela ia sair lá na frente. Ela não ficava para gente ver ela não. Quando ela via que a gente estava vendo ela, tchum, mergulhava. Mas não, ficava com a cabeça fora para gente ver muito tempo não. Ela Logo ela mergulhava.
E o nego, como é que é o nego d'água?
A lontra ela era o Nego d'água?
Não, dizem que o Nego d'água é outro. Ah A lontra é um Nego d'água, o Nego d'água eu nunca vi, não. Mas o que que o pessoal fala? Agora, o pessoal que faz medo, assim, do Nego d'água, não vai que o Nego d'água pega. Se você for o Nego d'água, pega. Mas eu nunca cheguei a ver o Nego d'água. Agora, a lontra eu via muitas vezes. <laughs> Muitas vezes eu via a lontra. Mas o Nego d'água eu não cheguei cheguei a ver, não.
Mas tinha medo dele?
Tinha, tinha medo que os mais velho contava. Aí a gente tinha medo. Tinha bastante medo.
E a senhora lembra a primeira vez que entrou no Rio, São Francisco?
A primeira vez que meu pai, às vezes atravessava, porque ele tinha uma irmã que morava desse lado, e aí ele morava em uma ilha. Eu nasci e me criei em uma ilha, que era a Ilha Tamanduá. Ela ficava assim cercada, mas tinha bastante morador. Aí a gente atravessava de barco, da ilha para terra firme, sabe? Eles botavam, tinha um pano, o barco tinha um pano, tinha remo. Aí a gente atravessava para terra firme.
Era. Quanto demorava?. Ãh? Quanto tempo demorava essa travessia?
Era logo, porque se tivesse ventando, era logo também, atravessava o rio. Que não ficava muito distante, porque tinha a ilha no meio, né? O rio era muito largo, mas tinha a ilha no meio. Aí ficava o rio por um lado e o rio pelo outro. Mas aí se terminar, de a diferença não era tão grande, sabe? De largura, assim, do rio para a ilha. Era logo chegava. Também se não tivesse ventando, ia no remo, botava uma voga, um instantinho, chegava no
A senhora atravessava nadando também?
Para atravessar o rio nunca atravessei não, porque era muito fundo. <laughs> A gente tomava muito banho, mas era no porto mesmo, perto. Porque quando era no seco o rio ele secava, ficava assim em um em um cascalho. Aí ficava raso. Aí a gente ia até fora. Mas chegasse assim, mais no porto do da navegação era fundo. Era fundo chega a água era escura. Era escura. Aí morria gente afogada, se se se brincasse para ir no lugar fundo, morria gente afogada, virava barco com gente. Agora, graças a Deus, nunca me aconteceu de barco virar comigo. tinha uma. Ah, mas eu tinha muito medo <laughs> de um barco virar. Mas quando a gente viu o barco andando e aí emborcado e as pessoas iam em cima, gritando, me acuda. <laughs> Aí as pessoas ia pegar. Pegar outro barco ia pegar aquela pessoa que estava aflita.
Essa ilha chamava Ilha Tamanduá?
Era Ilha Tamanduá. Ela era registrada como Ilha da Inácia. Mas eu não sei porquê, que o o pesso não sei se pegaram algum tamanduá, não sei. Aí o pessoal chamava a ilha Tamanduá, mas ela era registrada como Ilha da Inácia. Era registrada. Era grande, morava muita família. A gente rezava muita novena, passava quase o ano rezando novena. O pessoal lá de antigamente era mais devoto do que os de Hoje. <laughs> Hoje a televisão tirou muito o pessoal das da igreja. E o mundo fica só na televisão, né? Eles põe lá a televisão... não vai. Na naquela época, a gente era muito A gente rezava lá. O mês de janeiro, terminava o mês de janeiro, era novembro Aí quando chegava o mês de maio era o mês de maria, a gente rezava o mês de maria todinho, mês de maria. Aí chegava São João, São Antônio, São João. Aí quando chegava o mês de setembro era nosso Senhor socorro. Aí quando chegava dezembro, era Santa Luzia. Era desse jeito. Aí gente para gente ir para missa, tinha que pegar o barco e ir para Casa Nova. Mas também a gente participava em ca Casa Nova. Festa do São José, outras festas da igreja, a gente participava. E lá na ilha era as novena. O pessoal gostava muito de novena. Rezava quando faltava chuva, fazia promessa para chover. Aí saía com aquela devoção. O santo não andou, rezando. Era gostoso que o pessoal não usa isso. Fica só se aqueixando. Não chove, não chove. Ai Não tem quem queira fazer uma penitência, né? Porque Deus botou nós aqui e deu uma missão a cada um, né? Agora só que o pessoal não procura qual é a missão. Ninguém sabe qual é a missão que Deus deu, né? Mas a gente tem que tentar. Procurar que missão foi que Deus me deu e fazer, né? Fazer alguma coisa. Não ficar só parada. Nem vocês estão aqui hoje, né? <laughs> É uma missão.
A senhora falou de penitência, era... era... Sim, fazia penitência para chover, sabe?
Quando faltava as chuvas, aí o pessoal fazia aquelas promessas para chover. E saía rezando, né? Saía com uma vasilha de água na cabeça. Aí uma botava uma do santo no andorro, aí saía quatro pessoas carregando aquele andorro e rezando. Rezando. Lá na ilha a gente usou muito isso. Mas aqui o pessoal não usa, não. Talvez na a missa, na igreja, sim.
E tinha festa lá?

O pessoal gostava muito de fazer festa em São Gonçalo. Em São Gonçalo de Amarante, que ele hoje mora em Casa nova. Mas a gente vai buscar ele lá para fazer festa aqui. <laughs> mil e cinco a gente fez um São Gonçalo aqui. Fui buscar o São Gonçalo em casa nova e a gente fez uma festa. São Gonçalo.
Como que é essa festa?
A festa do São Gonçalo, a gente, o pessoal vai dançar com arco. Vai dançar com arco, com... E faz comida para dar almoço para todo mundo que está ali. Bem gostoso. A Sibeli já veio já veio entrevistar aqui um um São Gonçalo. A gente fez assim na hora, o São Gonçalo. Convidou o pesso o pessoal para dançar para ela ver. E ela filmou. Sibeli trabalha ali em Juazeiro. Na tê vê São Francisco.
E a senhora, quando teve que sair de lá, eh, a a senhora poderia ter ido para a cidade, né, De Centro Sé. Era
Na tê-vê de São Francisco. Ele só quer ir lá e botar assim com criatório. O trabalho dele é na roça, quando não é na roça, é com criatório. com gado, é com com ovelha, é assim o trabalho Se você nunca cansa de voltar com animais, <laughs> ele gosta, é a profissão dele que ele gosta mesmo de trabalhar.
A senhora, eh, quando a senhora olha para o lago, a senhora lembra onde que era a a cidade?
Aí eu, eu da ontem mesmo eu estava falando para minha filha, mas tem hora que eu me recordo assim, lugar que a gente morava, eu lembro de pé de pau por pé de pau. <laughs> Pé de joazeiro. Cada pé de pau me recorda o lugar que a gente morava. Eles não lembram porque quando eu vim vim para cá com eles, a Valdelys tinha oito anos e o Valdemar tinha seis anos. Aí eles não lembram muito. Era mais pequeno, né? Aí eles não lembram muito das coisas lá da onde a gente morava.
Mas olhando o lago assim, a senhora lembra onde que era?
Hoje eu não, eu indo, por exemplo, se eu for daqui para lá de de barco, eu já não sei mais onde nós moráva, porque o rio, ele pegou, acho que bem a cinco legas, assim, de distância de de água de onde a gente morava. Aí onde a gente morava ficou tudo inundado. Agora diz que já tem muito lugar que a a barragem já está botan, deixando de fora o lugar. Porque eles soltam muita água pras outras barragens, né? Aí seca a represa. Já tem muito lugar lá onde a gente morava que já está no seco. Nem bem a rodagem, a central mesmo que ia, porque vai para Centro-Sé já está no seco. Já tem muito lugar para lá que já está no seco. Se se secasse lá onde a gente morava ainda ia lá. <laughs> Mas se secar a maria, é um perigo, <coughs> porque acaba com os outros lugares, né? Por causa da água. Se o rio lá secar para onde para onde a gente morava, lá vai fi, fica mesmo no rio meio antigo. Aí as outras cidades sofrem muito por causa da da água das águas. Tem que chover mesmo para encher o largo de novo.
Por que que eles fizeram a barragem?
Eles fizeram a barragem acho que para dar valor às grandes empresas, né? Que vendem energia, né? Agora analise só, tira a gente da beira do do rio, bota para as catingas e eles vão vender energia as grandes empresas. Porque a energia daqui da Baixa está indo para muito longe. Muito longe mesmo, a energia. Aí eles vendem para as grandes empresa, né? Porque o homem gosta de destruir mesmo. <laughs> Tem muitos que gostam de destruir, porque o rio tá sendo destruído. Está acabando mesmo. Porque eles fazem as barragem e depois... É que o rio tem muito lugar para ir para cima que o rio já está no bracinho., Muito lugar. O rio está bem estreitinho. Aí fica entulhando, né? Aqueles entulhos de areia. Aí fica acabando o rio. Cada vez mais o rio ficando mais pequeno. Fica difícil, né? Para aqui, para nós, o rio está muito cheio. Mas para quem mora da represa para lá, está sentindo muita falta do rio. Muita falta mesmo. Porque o rio já está para lá de onde era o normal. Aí fica muito difícil.
Como é que era antes o rio? Hm Como que era antes?
Porque o rio antigamente, o rio São Francisco era de um de um jeito só, né? Hoje, através das das barragens que eles fazem, que nem Bem, aqui é a barragem cortou o rio e fez a barragem Eu não sei como eles têm maquinário que corta o rio e não atrapalha o trabalho deles, né? E depois volta o rio normal de novo. A barragem passa e o rio fica por um lado e a água por outro. Só fica o seco no meio, na na barragem. E fica muito difícil, os rios lá onde era antigamente. Hoje está cheio por causa da represa. Porque a represa fica em chique-chique. A represa fica chique chique. De chique-chique para lá, já é, já o rio já está se acabando. Está se acabando. Em Bom Jesus da Lapa, eu admirei quando cheguei lá. Onde era o rio antigamente, hoje está sendo a na cidade. Assim, na cidade eu fiquei assim, meu Deus, cadê o rio? Aí a gente caminhou distante para avistar o rio. Que onde era o rio, é a cidade. É construção de casa. É casa, casa mesmo. Aí o rio está aquele bracinho. Aí para que não? Tem a represa de xique-xique para, a o a água está aí, o largo. Mas de chique-chique para cima, o rio acabou. Prova tanto que até para navegação está difícil de vir. Agora mesmo veio um um marido de uma prima minha que mora em Pirapora, ele veio de rebocador. Ele agora vai subindo, fazendo o trabalho no rio. Só vai chegar em casa em janeiro. Com com o trabalho de rio, do Dei. Aqui e acolá cavando, botando aquelas boia, para A navegação vê por onde é que tem que passar. E antes não tinha isso. Não tinha negócio de. A navegação passava aí direto ia e vinha no rio. ia e vinha. Fazia o percurso em Juazeiro e voltava, né? Aí ficou muito difícil o rio.
Como que é o rebocador?
O rebocador? É... Ele é é um tipo assim... Que nem uma barca, né? Tem a casa em cima, tudo fechadinho, que nem uma casa, né? Aí ele vai... Ele é a motor. Rebocador. Tem motor. Mas ele só viaja no largo com com as lanchas rebocadas. Porque ele não pode viajar só só ele só. Fica dançando na represa. Onde da Da represa para lá ele viaja normal. Mas na represa é muita água. Ele fica balançando muito. Então ele tem que ir atracado. Uma lancha de um lado, outra de outro. Com carga. As lanchas tem que ir pesadas.

E ele no meio da para poder navegar. O os vapores acabam por isso, porque no lago não pode viajar um vapor. Ele fica só balançando. Mas é gostoso o Rio São Francisco. <laughs>
A senhora chegou a ver os remeiros, que tinham a o as barcas?
Não, eu não alcancei aquelas que se viajavam tinham uma zema, né? viajar. Eu só alcancei um um sozinho lá que morava lá e viajava. Mas ele não viajava até Pirapolano, ele viajava até Remans, Chique-Chique, a juazeiro, só. Eles tinha aqueles aqueles home, aqueles homens que viajava e empurrava com a... com aquelas varas. Botava assim no peito e empurrava aquela navegação para ela andar. Não é que nem um barco que bota Dois remos. Pode jogar com um e dois remo. E essas barcas não, era com as varas. Era umas Aquelas varonas. Aí eu parava ela aqui no peito para empurrar. <laughs> Para navegar só aí para frente. Ainda alcancei uma dessa. Mas as outras mais velhas eu não cheguei a alcançar não. Era mais pequena. Se eu vi não me lembra. <laughs> Tem muita coisa que passa mesmo. A gente não lembra.
E será será que ela foi Bom Jesus? A senhora foi para o Bom Jesus da Lapa?
Foi esse ano passado, eu fui. Esse ano que eu fui, fui com o meu marido para Bom Jesus da Lapa. Foi fazer Romaria? Eu estava com muitos anos de andado na Lapa e eu fui no ano passado. Eu também queria ver a minha irmã, aí eu fui. Mas é bonito também no Bom Jesus da Lapa, a festa do Bom Jesus.
É lindo. E a senhora participou da festa? Participei. Como
Passou dois dias lá, caminhando lá no Banho Jesus da Lapa. Ali os padres ficam tudo em romaria, tem aqueles horários, né? Das missa. É muito lindo, muito lindo o Bom Jesus da lapa.
Como é que é? Conta um pouco para a gente como é que é a Romaria lá em Bom Jesus.
É que tem aquele bocado de padre, aí vai, celebra a missa, falam bastante. É só isso que eles fazem. em uma igreja qualquer, né? Agora só que tem, vem bastante padre, bispo, dos outros lugares, se reúne tudo ali. E também é gente, é gente em Bom Jesus da Lapa, como é na festa de Bom Jesus. É gente muito mesmo. Porque vem gente de todo lugar. É ônibus e mais ônibus. Cheio de Aí Bom Jesus. Como é que vai aqui para o Ceará? Eu nunca fui, fui no Ceará. Ainda mais eu ainda andar na terra do Padre Cícero. Lá também é muito bonito, eu não conheço o Ceará.
Teve alguma coisa que a senhora viu no rio assim, que marcou muito assim a senhora? coisa diferente, alguma algum barco que afundou, alguma coisa?
A coisa mais diferente que eu achava é quando em quando um barco virava. Eu não sei que como a pessoa segurava aquele barco. Ele emborcava, ficava assim, para, com o fundo para cima, e o pessoal se segurava. Eu acho que eu não me segurava não. <laughs> Eu acho que eu não me segurava não. Só o medo. <laughs> Só o medo fazia eu me soltar do barco e eu E o pessoal se agarrava, se atracava e esperava chegar gente para dar socorro. Agora, a coisa que eu me lembro mais do rio era de a gente banhar, a gente banhar, nadar. Era gostoso demais. Ficar assim no rio, tomando banho. Podia estar sol, frio, podia estar sol quente. <laughs> É gostoso. Para a gente tomar banho no rio.
Mas não tinha frio, né? Frio mesmo.
Tinha não, não. Aqui não faz frio não, que nem São Paulo. <laughs> Eu ainda quero conhecer São Paulo, porque lá faz muito frio. <laughs>

E o calor é desse jeito. Daí para pior. Tem dias que depois que o a temperatura quer baixar o chão. E calor. Enquanto não chove, não refresca o chão. Tem que chover muito para esfriar o chão, né? Porque a temperatura fica muito forte. Ana Zé, me conta uma coisa, só voltando um pouco né, a construção da barragem hm, já que as pessoas não queriam, assim, teve alguma organização, as pessoas se reuniram para tentar... Não tinha porque o pessoal pegaram assim de surpresa, porque a barragem de, eu não alcancei, eu não sei nem quem foi o presidente que planejou essa barragem, que passou por muitos presidentes para chegar o presidente que foi que fez. Aí o pessoal pegaram assim de surpresa, o pessoal não conhecia. Agora hoje, se se por exemplo, tiver uma barragem em outro lugar, o pessoal estão tudo atento, estão tudo de olho aberto, né? Mas a a gente não esperava, foi umas coisa assim de surpresa. E a gente estava despreparado, né? Mas hoje se tiver outra barragem, a gente já sabe como se organizar para uma indenização melhor. Porque a a indenização foi negativa. Ainda teve político que foi a favor da. Teve um um deputado em Centro-Sé que ainda foi a favor das. Foi. Ele era a fa era a favor das grandes empresa para dar renda para as outras empresa. E está lá ligando para pobre. <laughs> Pobre que se lixe, Aí a gente que que vive da roça estranha muito sair da mais do rio para o cerqueiro. Porque aqui se fosse um lugar chovedor, tudo bem, mas aqui não é chovedor. Aqui é chuva é chuva rara. Tem ano que chove bem, tem ano que não chove. Tem ano que a gente planta e não não chega a tempo de colheita. E a chuva falta. Aí outras vezes a chuva vem de uma vez. Se já plantou, perde. Porque o solo aqui é muito raso. Não é aquele solo que é profundo, né? Que sustenta. E aqui chover logo, chover muito, aí o solo é raso mata a planta todinha. Porque ela sufoca na água. na. Porque aqui chega assim, a gente pisar e baixar o terreno. <laughs> Atola o terreno. A gente abaixa. E as chuvas aqui são poucas. Eles dizia assim, que quando fizemos essa barragem aqui ia chover bastante. A chuva ficou mais fraca. Em vez de chover muito, diminuiu, diminuiu. Também o homem quer saber do do segredo de Deus, né? Isso que Deus disse que quando o homem quiser saber mais do que ele, ele muda os tempo, né? E está se vendo que ele está mudando os tempo. Os tempo O tempo da chuva tá mudado. A a A chuva não vem mais na época que a gente espera, nos mês que a gente espera. Porque aqui antigamente a chuva era novembro, Aí janeiro já era um pouco, a chuva era um pouco. Mas fevereiro e março, até abril, aqui chovia bem. Mas agora não. Chega o mês da chuva, a chuva foi embora. Deu uma chuva e tchau, foi embora, né. Fica difícil. O homem não já quis fazer chover? <laughs> Como? <laughs> Se Deus está lá em cima e o homem vai fazer chover, sem Deus querer. Porque Deus tarda, mas não falha, né? Ele chega na hora certa. E a gente chamar por ele, ele chega.
E as pessoas, como é que elas foram divididas, né?
Muito difícil para ser dividida, assim, de um lugar para outro. Principalmente as famílias, né? Mais chegada. A gente tudo acostumada perto um do outro. E ficar distante. Meu marido mesmo tem um tio que ele foi morar em... Na agrovilha. Ele dizia assim, ó meus filhos, nossos parente nós vamos encontrar onde nós for morar. Que nossos parente vão ficando para trás. Justamente foi isso mesmo que aconteceu. <laughs> Os parentes foi ficando para trás. A gente foi encontrar outras pessoas diferentes aonde a gente foi morar. Diferente mesmo.
E como que a igreja ajudou? assim nessa... A igreja ela ajuda bastante aqui né?
Os bispos, Tem os bispos, tem as freira, tem os padre. Aqui mesmo as freiras ajudou Porque nessa época as freira aqui era de Santa Catarina. Mas elas ajudou muito a gente.
O que que elas fazem?
Elas organizavam a gente para ir na na CHESP, pedir as coisa, que aqui foi uma luta para a gente adquirir a igreja de São Sebastião e um reservatório para abastecer de carro-pipa. A gente caminhou bastante para a CHESP e eles dizendo que o recurso estavam acabando, mas a gente não conseguiu um tanque para ir abastecer de carro-pipa. E a igrejinha de São Sebastião. Porque a gente lá era acostumada à igreja. O pessoal aqui não conhecia a igreja. Não conhecia nem padre. Não conhecia. Aí a gente foi uma luta para a gente conseguir. Aqui a minha casa foi os padres celebrar a missa muitas vezes aqui na minha casa. E passou muitos padre. Passou o padre Chiquinho. Padre Chiquinho já foi quase um estudadeiro. O padre André, aqueles que era de... aqueles que era de Portugal. O padre Almeida. e Padre Pedro, Padre Ramiro, e o Padre Jaime foi o darradeiro e se foi embora para São Paulo. Ele está chegando para Sobradinho. E também o Padre José Carlos, que hoje ele trabalha com... saiu da batina, casou. Padre Carlos <laughs> e Hoje ele trabalha com empresa de ônibus em Petrolina. Saiu da igreja. Ele se casou, saiu da batina. <laughs> Aí hoje tem Padre João, aqui em Sobradinho. Mas as irmãs de Santa Catarina, elas ajudaram muito. Irmã Neuda, irmã Terezinha, irmã Nilce. Aí de todo de quinze em quinze dia tem a a, encontro aqui em casa. Fazia reunião com todo mundo. Através delas a gente ainda conseguiu recursos. Achei esse arame para cercar roça, que não tinha. que deu arame para a gente cercar as roça. Elas ajudaram bastante. Será se não fosse a igreja, a gente ainda mais pior a gente tinha ficado. Por isso sempre eu digo Tem que ter a organização da igreja, né? Porque sem igreja Igreja é povo, né. Igreja é bom. E a gente tem que se organizar na igreja mesmo, né?
E agora com a greve de fome? Então, Dona Zé, agora está tendo toda uma ques, né, questão sobre a transposição, o bispo está fazendo greve. Uhum. O que a senha está...
Eu já fui lá ver o bispo, respeito o que ele está fazendo, mas eu acho assim que ele está fazendo uma coisa para prejudicar ele mesmo, né? fazer uma greve de fome, que ele tem condições de passar bem. Eu achava assim, que ele fazer a greve, se todo mundo fosse participar com ele, eu fosse passar fome lá com ele, né? Mas eu ia apoiar, vou apoiar ele lá com minha barriga cheia e ele com fome

Eu respeito muito e apoio o ele fazer isso por todo mundo. Mas só que também tem muita gente que nem merece, porque tem muita gente também ruim no mundo. <laughs> Tem muita gente ruimzinha no mundo, né? Mas eu respeito ele fazer isso, sabe? Agora eu só acho assim que ele está se esforçando bastante para fazer isso. Fazer essa greve de tantos dias que nem ele já passou lá em, ele passou parece que onze dias. E aqui já está com bem uns oito dias o quê. Não estou nem bem sabendo quantos dias já está que ele está aí. Mas eu acho muito impossível, sabe? Porque se Jesus sofreu por nós, ele não quer que nós sofram. Que Jesus sofreu por nós, né, que conta na Bíblia o sofrimento que Jesus passou, né. Então, se Jesus sofreu por nós, Ele não quer que nenhum filho dele sofra, não é? Eu sei que ele é a gente sofre também, mas eu acredito que nosso sofrimento muitas vezes é nós mesmos que procuramos o sofrimento, não foi Deus que deixou para nós. E o padre E o bispo de Cidade da Barra, eu acho que ele está se esforçando muito em fazer isso. Ah que ele tinha muito meios, eu acho que tem muito meios de de ele fazer um protesto, sabe? Sem ele passar fome. Acredito que ele, como um bispo, ele sabe que tem muitos meios de protesto. Sem ser ele se complicando assim de passar fome. Porque eu sei que uma pessoa resiste tantos dias bebendo água. Pelo amor de Deus, eu não resisto. Eu não faço que eu não aguento. Eu não Eu não aguento, não. Um dia eu sei que eu aguento bebendo água, mas de dois dias em diante eu não aguento não. Que eu pareço que eu tenho um pouco de anemia e eu sei que eu não aguento essa fome. E ele passar tantos dias assim, ele não é Jesus para ele aguentar tanto sofrimento. Ele é um ser humano que nem eu, como vocês. Eu acho que que é muito sacrifício o que ele está fazendo por nós, sabe? Muito sacrifício mesmo. Eu respeito e eu apoio o o que ele está fazendo por nós. Mas só que muitas vezes tem muitas pessoas que não merecem um sacrifício desse. Só quero dizer isso, que tem muita gente que não merece ele fazer um sacrifício desse, sabe? Eu andei lá e a gente assistiu o terço junto com ele. E domingo vai ter uma romaria. Mas eu acho muito sacrifício. Porque tinha muito protesto, muitas maneiras de de ele resolver isso Porque o o o povo diz assim, ah, o rio vai morrer, o rio vai morrer. Gente, Deus está no céu. Ele vai mandar a chuva. Se for para o rio morrer, nós vamos junto. Porque nós não vamos viver sem água. Porque tudo que nós fazemos depende de água. Nós não vivemos em uma casa sem água. Nós não pode podemos viver sem água. Um passarinho não vive sem água, ele tem que voar, bater asas até ele encontrar água, né? Quanto mais nós que fazemos tudo e tudo dependemos de água. Tudo depende de água, né? E agora... Sei não, até que dia ele vai resistir, fazendo essa greve de fome. E outra, quantas crianças, quantos quantas pessoas, até adultos, que passam fome no mundo? que a gente vê na na na nas televisão falando nos raios, pedindo ajuda para as pessoas que está passando necessidade. É onde o bispo pode, ele tem condições de de passar bem e ele fazer uma greve de fome. Eu acho que ele está se se expondo demais, demais. Eu sinto isso, que ele está se expondo
Por que que a senhora acha que ele fez essa
Eu não sei por que ele fez isso. Que é a Ele já passou uns dias lá em em e agora ele veio para a Igreja São Francisco. Não sei por quê. Agora eu eu eu volto atrás, porque ele sabe que a cidade da Barra, o Rio está se acabando. E ele é lá de lá, né? Ele sabe que o Rio lá está se acabando. Mas tinha muitos meios de ele protestar de outras maneiras, sem ser ele se expondo a ele mesmo. Agora, se todo mundo fosse lá passar fome junto com ele, Jejuar junto com ele, eu eu mesmo não vou com ele é que eu não aguento. <laughs> Eu não vou aguentar muitos dias. Um dia eu posso passar, mas muitos dias eu não aguento passar sem comer. Tenho que comer seja o que for, mas sem comer não vai. E ele aguentar só com água, só bebendo água. Como é que pode? Eu acho um pouco difícil o que ele está fazendo por nós. Mas, mesmo assim, eu respeito e apoio o que ele está fazendo por nós. Porque eu não tenho coragem de fazer. E ele tem, né? Mas Deus vai proteger ele para ele resistir.
Quais seriam as outras formas, Dona Zé,?
É porque eu acho que uma um bispo ele ele tem uma maneira de outras forma. Eu não sei bem dizer qual a forma, mas ele, como bispo, ele tem outras maneiras de ele protestar. Mas só que o presidente não vai. Ele vai continuar com esse com esse serviço lá. Ele não vai parar não, porque senão ele já tinha parado. Mas só também que a gente sente que lá também não tem água, precisam também de água, né? E outra é que as grandes empresas está lá. que querem a água, né? <coughs> Querem energia. E a energia de Sobradinho está indo para muito longe. Para muito longe. Então, se não tiver água, não tem energia. Energia é água, né?
A senhora que vive na Caatinga né, o projeto diz que vai levar água né, para as pessoas que moram na no lugar no lugar
É porque a dificuldade que a gente passa aqui de água, eu já sinto também lá onde eles estão, que se não tiver água, eles estiverem passando, que nem eu estou passando. Porque aqui a água vem de sobradinho, de carro-pipa. Então, eu sei eu sei a dificuldade que tem a gente ficar em casa sem água. É como muitos pobres lá também passam na mesma dificuldade, né? Sem água.
Como que é aqui? Como que funciona a água? Como que chega?
A água aqui chega de carro-pipa. Aí abastece aqui na cisterna. Chega e despeja na cisterna. Aí é um mês. É um Tem vez que vem com vinte e poucos dias. Aí se faltar, não chegar, a gente tem que comprar. Dá vinte. Quarenta. Tem lugar por aí a fora que não é mais caro, um carro-pipa de água. Muito caro. E aí também tem esses canal que eles podiam já ter feito, mas também tem os prefeito que eles come o dinheiro. Porque aqui mesmo tem um canal aqui, canal da Batateira, já era para estar beneficiando aqui a gente. E já passou por três prefeitos, que teve um que governou oito anos. Até hoje esse canal não foi Até hoje, continua seco. Já tem o canal ali do do Salitrão também, que vai beneficiar muita gente. Está também da mesma coisa, mesma forma que está o daqui. Aí os dinheiro, não sei onde ele, para onde eles desviam esse dinheiro. O dinheiro vem e não fazem a construção, né. Eu Muitas vezes eu não culpo o presidente, eu culpo os que estão administrando aquele dinheiro. Aí eu não sei onde eles jogam e termina o dinheiro e e o serviço não está feito, né.
acho que é isso que eu acho. E quando a senhora veio para cá, como é que foi assim? Qual, como foi que vocês chegaram?
Olha, quando a gente chegou aqui, foi um ano que estava chovendo muito. Foi bom o ano que a gente chegou aqui. O riacho, tinha bastante água no riacho. Quando secou, foi um sofrimento para nós cavar cassimbinho no riacho para pegar água. Esperava aquela água chegar para encher com uma um litro, para encher uma lata. E não era só uma lata, não, era muitas latas para pegar água naquela. Foi Foi dificuldade. Para depois a gente lutar, para que a viesse trazer água de carro-pipa. A gente não tinha em que botar. Aí a dava um tambor para cada família. Aí vinha com carro-pipa, botava de casa em casa. Até ele fazer um tanque. Aí chegava lá, botava lá no tanque e a gente pegava de lá para para as casa. E eles podiam, até hoje, de que distância tem daqui para Sobradinho? A gente não tem água encanada. E já podia ter água encanada. Eu venho ali Juazeiro. Juazeiro quatro, Juazeiro oito, tudo tem água encanada. Fica muito muito distante do rio. E aqui de Sobradinho, a comunidade mais próxima é essa daqui, não tem. Não tem água A gente depende da prefeitura e também depende do bolso da gente. <laughs> Quando a prefeitura não chega, a gente tem que comprar. Tem que ficar em falta de outra coisa, mas que tem que substituir a água em primeiro lugar. Primeiro lugar está a água.
Por quanto tempo que a trouxe água?
Foi por pouco tempo. Foi por pouco tempo. Aí também, Sobradinho passou a cidade. Aí a foi-se embora. <laughs> Quando ela ia embora ela entregou para o prefeito de Juazeiro. Aí Aí vinha, o pipa vinha de Juazeiro abastecer para gente. Aí depois Sobradinho passou a cidade. Aí ficou Sobradinho. A gente sofrendo com os prefeitos. os prefeitos gosta de massacrar a gente. <laughs> A gente só é bom na hora da eleição. Na hora da eleição a gente é bonzinho. Chega dando tapinha nas costas, eu quero seu voto. <laughs> Promete o mundo e o fundo e vai fazer e tudo. Passou a eleição, aí o tempo vai passando, vai passando, chegou outra eleição de novo e a gente está no mesmo lugar, do mesmo jeito. Mesmo jeitinho.
Como foi essa adaptação? Porque vocês trabalhavam com rio, né? É Aí veio para a Caatinga.
Ficou diferente porque a gente só planta aqui na época da chuva. Passou a chuva, ninguém planta mais nada. Não tem nada de roça. Hoje mesmo eu vivo da minha da minha aposentadoria. Ainda bem que os presidentes ainda inventou essa aposentadoria para o pobre <laughs> da roça, o lavrador. Porque aqui de roça é difícil. A não ser que vá trabalhar nos projeto. Plantar nos projeto. Como que são os projetos? Aqui mesmo, ali, perto de Sobradinho tem o projeto, o projeto agrícola. Aí, mas ali, muitos já venderam os terrenos, tem mais gente de petrolina sendo dona desse projeto aí do que mesmo de Sobradinho. Aí planta, dá o o o ganho para o pessoal lá que quer trabalhar lá. Aí melhorou muito. Porque esses projetos ajudam muito. Ajudam muito a classe média. Porque eu sigo com os projetos, mas eles não vão para a enxada. Ele bota os pequeno para ir. Mas é que tem muita gente trabalhando nos projetos do outro lado da barragem. Então é o meio de as pessoas viver. Quem não é aposentado tem que trabalhar fora nos projeto. Vai todo dia, o ônibus vai levar e vai buscar. Todo dia de ônibus. Projetos de? É. É, de projeto de uva ali. Tudo essas coisa assim.

Porque aqui para a gente plantar de chuva não não tem como. Porque a chuva quando vem, vem de uma vez. Outras vezes é pouca.
Foi embora e pronto. <laughs> <laughs>
Meu está atrapalhando. <laughs>
Mas é que os os donos desses projetos, eles são, as pessoas vão trabalhar no no projeto de... É, do dos dos donos dos projetos, né?
Quem que são esses Eu não sei nem dizer quem, que aí tem tem muitos muitos donos de projetos, sabe? Muitos donos de projetos, aí eu não não conheço. Mas tem muita gente aqui de Sobradinho que vai trabalhar lá nos E a criação de bicho? Só coisa mesmo de de lavoura. E criação de bicho aqui? A criação aqui de de de criação de gado é fraca. Porque aqui é pequeno para criar. O espaço aqui é pequeno. Que Não é que nem antigamente, lá onde a gente morava, que só cercava a roça que ia trabalhar. O campo era livre. Era para o criatório. Mas aqui já está tudo cercado. Tudo cercado. Aí não dá para a gente criar. Tem que criar pouquinho. Porque não tem espaço. Falta água, falta comida. O espaço é pequeno. Para gado, para criação de ovelha, criação de bode. É pequeno. Muito pequeno para a gente criar. Não dá para criar muito. tem que criar pouquinho. Porque não tem espaço.
Como é que foram cercadas as terras aqui?
Aqui mesmo foi cercada, essa parte aqui primeira, foi a foi que deu o arame. Agora a outra parte lá, para chegar até o asfalto, é uma associ, era uma associação que a gente tinha aqui. Aí teve o Projeto São Vicente, e o Projeto São Vicente ajudou muito. Deu o arame. A cada sócio, ele ganhava cinco criação e um. O Projeto São Vicente deu. Aí cada um hoje que não vendeu, tem uma vaga, tem a criação. Ele decidiu. Ajudou muito o Projeto São Vicente na associação. Porque hoje tudo é associação. Só vai A urbanização é um grupo. Porque um só não resolve nada. Só vai mesmo o grupo.
O que vocês fazem na associação? Como é que é o trabalho?
O trabalho da associação, a gente se reúne, todo... tem a data ali do mês, por exemplo, dia sete ou dia oito, vai aquele grupo dos sócios, vinte ou trinta sócios que tiver e vai vai debater o os assuntos da da associação para poder ir aos órgãos buscar os benefícios. Pedi, né? Aí pedi, muitas vezes não vem, outras vezes vem. Como o Projeto São Vicente nos ajudou muito. No arame, na criação, a vaca. A gente comeu leite. E a gente ainda tem do Projeto São Vicente. Tem a roça cercada, tem uma criação, tem uma vaca. Mas aí o tempo foi passando e foi fracassando. Que a associação hoje está fraca.

No nos recursos, vai buscar, não há, não encontra, é difícil. <laughs> Tem a paciência, espera aí, ninguém tem paciência mais. <laughs> Esperar.
É dessa maneira. E a maioria das pessoas que estão aqui no entorno, elas vieram também de cidades alagadas?
Foi, esse pessoal que mora aqui, tudinho... Quem não morava na cidade de, no município de Santo Sé ou de Casa Nova, mas morava aqui mesmo. Aqui perto, aí teve que retirar.
Cefa, quando eh a senhora soube que tinha que sair, tinha que vir para cá, o que que a senhora pensou? Eh, teve algum Pensou em alguma coisa, algum Falei, agora o que que eu vou fazer?
Eu fiquei pensando assim, eh já que ele vai mudar a gente, vai ser para melhor. Mas foi engano, foi para pior. <laughs> Foi pior.
A senhora achava que ia melhorar as coisas? Eu
Pensava assim que podia melhorar, né? Mas foi tudo em vão.
E vocês vieram como para cá? Eh... Como como foi o deslocamento até aqui?
Viemo de carro. A dava o o caminhão e transportava a as coisas que a gente tinha para o lugar que a gente ia. Também, se não se desse bem naquele lugar, quisesse ir para outro lugar, ele levava e ia. Ele transportava de novo e levava para onde a pessoa quisesse ir. Ele tinha isso com eles. Mas lá quando eu morava lá onde eu vim para aqui, eu já me dava raiva quando aqueles carros da chegava. <laughs> Vocês têm que sair de tal, vocês têm que sair, têm que sair. Aí eu já me dava raiva quando eles chegavam <laughs> para a gente sair. Porque a gente tem amor a terra da gente, né? A gente tem amor o lugar que a gente nasce, que a gente tem criado. Porque daí daqui até a gente ter amor aquele lugar que a gente chegou, Demora, muito. <laughs>
É muito rápido. Chegarem, em quanto tempo todo mundo saiu? Em setenta e seis
todo mundo que morava na beirinha do rio, foi... Precisa sair. Ou saiu, ou a água cobria. Porque o pessoal foi saindo e já a água ia chegando. Eles só esperaram fechar a barragem, quando tirou o povo da beirinha do rio. Aí Fechou. Fechou.
A senhora viu alagar?
Não vi porque a gente saiu antes. A gente chegou aqui antes. Lá mesmo que foi o primeiro que saiu de lá foi nós. nós. <coughs> Foi nós. saímos primeiro. Aí eu não vi o alagamento.
E a agrovila a senhora nem se interessou em ir. Não.
A agrovila a gente nunca se interessou em ir para lá não. Por que? A gente pensou que a gente ia sentir que ia lá ia ser ruim. <laughs> Como tem muita gente que diz que lá é ruim. Muito seco. Não tem água. Bebe água lá de poço. A água é salgada. A água lá disse que é muito salgada. Bebe água de poço. O rio é muito distante. Muito distante mesmo. E de Bom Jesus da Lapa a gente está vendo. Lá onde é a grovila, mas fica longe. A vista, as luzes. as luz né. Mas vê que é um pouco distante. Fica mais para o centro. Não fica perto do rio. Por isso que as águas é de Poço Estesiano. Aqui fez fez Poço Estesiano, mas não tem que beber a água. Só para a criação mesmo. Que é muito salgado. Ninguém aguenta beber. Chega amarga. Uhum.
Muito ruim.
No São Francisco era poço <coughs> ou vocês bebiam água do rio direto?
Lá era água do rio direto. A gente era só chegar e mergulhar lá e botar na cabeça. <laughs> A gente plantava cebola, molhava na lata, não tinha negócio de motor. Muito tempo foi que o povo plantando, comprando motor e trabalhava em motor. Mas antes a gente plantava cebola peixeira, molhava na lata. Plantava alho, coentro, plantava verdura. Mas tudo na lata, molhava no no braçal mesmo. Agora hoje tudo é molhado no motor, né? Tudo é motor. Ninguém usa mais lata para molhar cebola. Tudo é a motor. A água vem por gravidade, levou o motor.
A água vem por gravidade. A senhora acha que, hoje em dia, a água do rio ainda tá boa para beber assim, direto?
Já está muito poluída. Está muito poluída. Basta ser as sujeiras que caem no rio, né? Os esgotos. As cidades que foi inundadas. Cemitério. Tanto cemitério que tem embaixo d'água, né? Da cidade, dos interior. Está muito poluída a água. Isso é que eles não verem, né? Isso eles não ver.

Eles mesmo poluíram a água. Porque a água hoje não está mais água pura do São Francisco. Ela está poluída. Que a Os esgotos vai tudo, da cidade vai tudo para o rio, né. E as cidades que foram inundadas está tudo debaixo d'água. A gente só tem que poluir mesmo. Não tem mais água pura, cristalina não. mais não. Está tudo misturado. E para pior.
E como que a senhora ficou sabendo do projeto das cisternas? Que a senhora foi a primeira? Ah o
O projeto das cisternas, quando o José Rodrigo eh ficava aí na arquidiocese, ele falava falava no rádio que quem quisesse um, conseguir uma cisterna aí podia dar ajuda, mandasse em um envelope cinco reais, dois reais, o que a pessoa pudesse dar, né? Tinha no envelope aquela doação. Aí ele tinha que escrever para lá, dar o endereço e tudo. Aí para conseguir a cisterna. Aí depois, com o tempo, foi ah a a aumentando mais, né? Aí essa nossa nem veio através de Tarsísio, que trabalha lá na na arquidiocese. Aí a gente estava aqui e ele nos pegou de surpresa. com a cisterna. Para gente fazer assim quase de última hora, que foi uma correria para inaugurar e tudo. Aí a gente conseguiu a Que essa minha aqui eu ainda paguei, que a gente tinha que pagar, dar uma quantia para ajudar os outros, né? Que essa minha aí eu ainda paguei duzentos e cinquenta reais para fazer. Agora não, agora não está recebendo mais ajuda de ninguém. Agora é o presidente que está doando mesmo a cisterna para todo mundo. E é muito importante que quem não tem, lute por uma cisterna, que é é bom demais. Que quando der as primeiras chuvas, a gente não pega aquela água, deixa limpar o telhado. Aí depois que a gente vê que o telhado está limpo, é que a gente deixa cair na cisterna. Água limpinha que faz
e fora da época de chuva.
Aí quando parou a chuva, aí a gente está gastando aquela água. Acabou aí tem que apelar a prefeitura ou então o bolso. Porque uma cisterna, eles querem assim, que uma cisterna de água a gente passa o ano, mas não dá, porque não tem de onde vir outra água para outro gasto, né? A gente tem que tomar banho, tem que lavar roupa para todo o consumo de casa, né? Aí tem que usar aquela água mesmo. Porque não tem onde pegar outra água para o outro consumo de casa, né? Aí tem que usar da cisterna mesmo. Quanto tempo dura a água? Eh... Dá três, quatro meses. Dá. Dá tranquilo.
E antes da cisternas, como que se fazia para
Antes da cisterna, era ruim demais. A gente ainda fez esse tanque aí para abastecer com Tem esse tanque aí. E aí a gente tinha que carregar de lá do tanto lá que que a fez. O Pipa botava lá e a gente carregava de carroça ou mesmo com a latinha na cabeça. Eu carreguei muita lata de água <laughs> de lá das casas, de lá para aqui. Que hoje, se eu for fazer isso, acho que nas pernas não dá mais, não. <laughs> Eu botar cinco, seis latas d'água, assim, caminhando de lá para cá. Já cansa a gente, né? Muito cansativo. Agora, hoje não. Hoje Hoje eu estou mais tranquila porque eu tenho a água em casa. Mesmo quando falta, a gente compra, a prefeitura dê, mas não tenho mais aquele trabalho de carregar, né? Já recebo em casa. Já tenho em casa.
O tanque era comunitário?
Era comunitário. Era pipa chega Botava água lá, tinha as duas torneiras. E as pessoas botavam a lata e pegavam na torneira.
E as pessoas se organizavam bem para usar a água? Era um
Organizavam, sim. Tem que ter muita higiene com a água. A água ali era para todo mundo, né? Tinha que dar para todo mundo, mas tinha que ter higiene para pegar, usar as vasilhas limpinhas para pegar. Lá no tanque não, que tinha ali os torneiros, né? Não pegava, não pegava dentro do tanque, nós pegava na torneira mesmo. Deixava cair na
E a senhora que foi a primeira, a senhora orientou assim as pessoas da comunidade?
Foi, a gente fez reunião e chamamos os moradores, eles foram participar. Aí um eu quero outro, eu quero outro. Eu sei que aqui todo mundo ia ter cisterna. Todo mundo ia ter uma cisterna em casa para receber água. Esperar Deus mandar chuva e deixar a água cair na cisterna. <laughs>
E como é que foi o dia que vieram instalar aqui?
A cisterna? É Aí quando o Tarcísio chegou, ele já chegou com o pedreiro. E aí voltou para Juazeiro, foi buscar cisterna, a as coisas de levantar a cisterna. E aí a gente botou gente para cavar o lugar para fazer cisterna, que tem que cavar no chão. Porque ela ali é funda. Ela ela ali era para ficar com dois metros, mas pensa que ela ficou com Porque deu em uma pedra mesmo tinha, que era muito difícil para tirar. Aí teve que parar e levantou de onde eles pararam a cavação. Aí teve que parar e construir. Mas Tacísio já veio com o pedreiro de Campo Alegre de Lourdes. Já veio com o pedreiro. E aí foi rápido para gente fazer para inaugurar. Foi pegada assim de surpresa. <laughs> Pegada de surpresa.
Foi muito bom. Como é que foi a primeira vez que vocês usaram o gosto da água? A senhora estranhou? O que a senhora achou?
Não, não estranhei, porque aqui a gente, quando chegava a chuva, sempre a gente botava assim uma bica, botava uma um tambor para pegar aquela água para os outros usos de casa, sabe? Aí eu não estranhei não o gosto da água, não. A diferença tem porque a água que vem do céu para a água que vem do rio que já está poluída, <laughs> ela tem um gostinho diferente da água do rio para a água da chuva.
E fora das é da época de Eles eles colocam água no na cisterna? Como é que é, assim? Tem algum problema, às vezes, de não vir a água? É
Tem vezes que eles demoram. Aí tem que caminhar para lá, pedindo, pedindo. Aí eles marcam, vai amanhã, a gente espera não vai. Mas se disser assim, eu pago, aí não tem demora. <laughs> O papagaio não tem demora. Logo, logo chega.
Mas é uma obrigação que eles
É uma obrigação que eles têm de de dar a água. Porque é só o que a gente recebe de prefeitura é a água. As outras coisas eles não traz. <laughs> O bom é que eles fizessem a encanação que a gente pagava, né? Que nem a gente paga a energia. Porque essa energia aqui foi através de nossa associação. A gente fez a o o projeto e mandou para Salvador. E aí veio a energia do projeto e parou no povoado. Aí eu fiquei aqui, mas eu luto tanto nessa comunidade e vou ficar fora da energia. Aí eu falei com o vereador de Sobradinho, nessa época era de Juazeiro o vereador. Não, a gente vai conseguir. Aí eu falei com o prefeito Jorge Curio, nessa época ele era o prefeito. Ele disse, não, falou e vai. Aí a também me ajudou, no Ele deu os postos, ele deu os fios para trazer energia até aqui. Que agora já estão os postos ali na frente, postos de cimento para substituir esses de madeira. Mas foi uma luta para eu conseguir. Mas está aí, ainda estou viva. <laughs> Porque a gente não consegue nada sem lutar, né? Tem que lutar mesmo para adquirir as coisas. Porque sem trabalho a gente não tem nada. Tem que lutar, tem que trabalhar para poder conquistar as coisas.
É isso.
Eu quero fazer duas perguntas para você. Finalizando já, tá? Uhum A primeira era assim. Quando a senhora era era eracriança, a senhora tinha algum sonho de assim... Quero ser aquilo, quero ser... Tinha alguma coisa assim que a senhora queria ser?
Não, eu às vezes eu sonhava em estudar, mas eu não estuda, sonhava assim, em uma profissão. Porque a escola lá no interior não é como ir em uma escola na cidade. Eu estudei no interior, professora do interior. Ainda estudei com a professora formada daqui de Juazeiro. Mas eu não tinha assim um sonho, porque meus pais eram fracos para botar eu numa escola melhor. Para que eu chegasse a me formar, para mim ter um sonho que nem meus netos tem hoje, né. Aí eu nu nunca sonhei, assim, de eu ser uma pessoa de de um alto nível, de ser Nunca sonhei. Sonhei, assim, que eu tivesse, eu não fosse uma analfabeta. Que eu fosse analfabetizada. Aí consegui, que hoje eu sei ler e sei escrever, né? Não sou analfabeta. <laughs> Já meus netos hoje, já eles têm um sonho. Eu quero ser isso, e o outro, eu quero ser isso, né. Eu não cheguei a pensar isso porque era mais difícil para gente sonhar.
E o que a senhora espera, assim, agora daqui para frente, vendo o lugar, da da senhora mesmo?
Eu espero que que melhore as coisas, melhore, né? Espero em Deus, que um dia Deus melhore as coisas. Já que eu não chego a alcançar, mas meus neto alcança. Dias melhores, né? Que a gente sempre vivendo, mas esperando dias melhores, né. Mesmo que eu não consiga, mas eu peço a Deus que ele melhore para que meu neto alcance as coisas melhores. Que eu não alcancei muitas coisas boas, mas que eles alcancem coisas melhores.
E um sonho para o Rio São Francisco?
O Rio São Francisco, meu sonho, é que a navegação pudesse voltar. <laughs> Eu ver o apito dos vapores, eu ver os vapor no Porto de Juazeiro. Eu acho que eu era capaz de sair até para a barragem para me ver <laughs> passar. Meu sonho era eu ver a navegação passar. É que o Rio São Francisco... Tchau, minha filha! Que o o Rio São Francisco voltasse o que era, antes. Meu sonho é
Tem alguma coisa que a gente não perguntou que a senhora gostaria de falar, que a gente esqueceu de perguntar? Não. Acho que não. Não. Então a gente agradece muito assim a senhora.
Eu que agradeço. Se eu falar alguma coisa errada, vocês... <laughs> Imagina. A senhora gostou da entrevista? Gostei, gostei. Eu fiz duas entrevistas, eu fiz uma na arquidiocese, mas foi rápido, né? Aí eu fiz outra por telefone aqui em casa, essa demorou mais.

A senhora nunca tinha feito desse desse jeito com câmera, assim?
Não, não. Eu fiz um em Juazeiro, r o menino foi com o computador, né? E a outra que eu fiz por telefone era eu aqui e a menina do outro lado. <laughs>
Como é que foi lembrar toda a história de tudo?
Demora para gente ir lembrando as coisas, né? Demora muito. Mas foi boa. A entrevista que eu dei para em Juazeiro foi boa. Eles gostaram, né? <laughs> Espero que a que eu dei para vocês também vocês tenham gostado. Com certeza. Foi ótimo. <laughs>
Obrigado, então.